E do meu avô, eu não estou lembrado.
A origem do nome deles, qual é? Você sabe?
Então eh, da parte de pai, o meu pai, na verdade, ele era filho de de holandês.

É, paternos. A minha mãe eh, os meus avós maternos, o meu avô, ele era português, né, e ele veio para o Brasil e casou com uma filha de índio com um escravo. Isso no litoral paulista, né, em São Sebastião. Ele, inclusive, levou a minha avó para Portugal e então nasceram os filhos.
E você sabe o que que eles faziam? Assim o que que eles...O...
Por parte de pai, o meu avô era um fazendeiro.

a família da minha mãe, eh o meu avô ele veio de Portugal, eu não não lembro qual que era a atividade principal dele, mas, na verdade, ele foi para um lugar onde se onde é tradicional de pesca, né?

Então eram pescadores, né?

E seus pais faz fazem o quê?
Então, meu pai meu pai era administra administrador de empresas e ele era escritor e músico, ele era músico nato, né? Ele tocava violão muito bem, por sinal, e assim, autodidata. Então, assim, sempre em casa nós respirávamos música. E ele era escritor e ele também era pastor evangélico.
E a sua mãe?
A minha mãe, ela sempre foi do lar, né? E assim, ela uma pe ela é uma pessoa muito prendada, né? E assim, todas as atividades domésticas, assim, desde costura e também a culinária, assim, ela sempre, a gente diz que ela segura as pessoas pela boca, né?
Os dois estão vivos?
Não, meu pai não, a minha mãe sim.

Minha mãe nasceu em mil novecentos e vinte e sete. Aham. Então ela tem oitenta anos.
Bem vividos. Bem vividos. Eee... e que que eles estavam fazendo lá em Pedro de Toledo quando você nasceu?
Então, na verdade, Pedro de Toledo eh só está na minha na minha certidão. Na verdade, o meu pai, ele trabalhava, ele era administrador eh eh gerente administrativo geral do dê ê erre Departamento de Estradas de Rodagem e eles eram responsáveis pela pavimentação e pela toda a estrutura né dessas cidades né do do ele fazia parte desse desse polo de de de pavimentação e tal então ele fazia a parte burocrática de de todas essas da da pavimentação dessas cidades e nós morávamos eles moravam né em Santos e meu pai foi transferido para Pedro de Toledo

Do lado tem Itariri, perto de Mongaguá. Eee então, eh lá eles foram fazer toda a estrutura né da cidade. E, na verdade, como quando eu nasci, quando os meus ah um outro meu irmão nasceu, nós chegamos a morar lá, mas muito pouco tempo eu Eu vivi lá acho que...se não não chegou a um mês, dias, né? Minha minha mãe foi para lá tal, teve neném, porque meu pai trabalhava lá, então era era muito mais fácil. Isso é uma uma coisa que no Brasil eh eh é normal as pessoas serem registradas no lugar onde o pai está, né? Hoje não, você tem que ser registrado onde você nasceu mesmo.

De lá né. E aí depois você voltou para Santo?
Depois eu voltei para a Baixada Santista e aí o meu pai se instalou em Cubatão. Né meu pai se instalou em Cubatão por conta do trabalho dele. Então assim, o meu todo o meu início de vida assim e toda a minha o meu desenvolvimento foi na Baixada Santista e especificamente em Cubatão.
E aí, como foi a a sua infância em Cubatão? <coughs>
Minha infância foi muito boa. Na verdade, eu gostaria, desejaria a todos que tivesse uma infância assim. Embora... Por por que que eu digo que foi boa? Na verdade, né, a gente tinha pouco acesso à mídia e Cubatão já era considerada uma cida, uma se não a mais, uma das cidades mais polidas do mundo. Por incrível que pareça, o o meu irmão... Somos em seis irmãos.

E meu pai era uma pessoa, como escritor, ele ouvia muito rádio. Gostaria de saber das notícias para poder escrever os livros, os versos dele. Né ele era poeta. Eee... <coughs> Então... Naturalmente, ele ouvia algumas rádios com música. Então, ele to ele ouvia na rádio e ele, à noite, ele fazia um sarau. Né a gente sentado a gente ia dormindo, ia caindo, um para cada lado, ele com o violão, tocando o violão. E, ele com a boca, ele tocava, acompanhava com o violão e, com a boca, ele ele imitava um instrumento chamado bandolim.

Só que hoje, eu lembrando né do que ele tocava, eu acredito que assim uma pessoa para tocar como ele, hoje, teria que ter uma boa escola de música, uma boa universidade, né? Porque ele tocava, ele ouvia um concerto para violão na rádio, né? Tinha uma rádio que tocava muitos concertos espanhóis. Aham. Eh Uma rádio que era de Santos, que eu acho que deveria ser de Espanha, tocava muita música espanhola. E a música espanhola é muito tradicional, a presença sempre do violão. E ele tocava aqueles acordes e tal. E era uma linha... Era uma linha muito difícil, entendeu? Uma linha melódica e harmônica, né?

Muito difícil. Então, nós fomos acostumados com isso. Naturalmente, todos os filhos estudaram música. Os seis. As três mulheres e os três homens. E aí, os os homens, da parte dos homens, nós passamos a ser, assim, instrumentistas.

No meu caso... Eu comecei a ter contato com a música né eh assim, contato mesmo teórico e e prático, a partir dos seis anos.

Deixa eu te falar um pouquinho, vou te interromper um pouquinho esse seu percurso, porque, para a gente voltar mais lá para frente. Vamos voltar lá. Como é que era Cubatão? Você falou, nossa, Cubatão, eu tive uma boa infância, apesar de de ser uma uma uma cidade que estava mesmo na mídia, mas por uma questão mais eh não muito agradável, enfim, de que era uma uma cidade bastante poluída né. Mas, apesar disso, você disse que teve uma boa infância lá. Como. Então. Como foi isso?
Então Cubatão, depois eu ficava sabendo através da mídia que Cubatão era uma uma cidade bem famosa com relação à poluição, mas na verdade Cubatão é uma cidade que tem, ainda tem, mas tinha na minha época, tinha várias áreas verdes, parques, né, e dentro de um parque lá tinha eh tinha uma casa chamada Casa da Música, onde o meu irmão fundou eh a banda municipal de Cubatão. Então, assim, a nossa vida era escola, praticar esportes, eu fazia atletismo, e depois ia para a Casa da Música, então ali você estudava e você tocava o dia todo, até a noite. A gente voltava onze, meia-noite.

Essa, então, para mim foi uma infância boa, que assim, eu não abdiquei de nada que uma criança tem que abdicar, tanto da brincadeira, das brincadeiras. Nós tínhamos eh eh, a gente atravessava isso escondido, né? Minha mãe vai ouvir isso, ela vai ficar brava comigo, <laughs> mas ela sabe. A gente atravessava uma linha de trem e a gente ia para a Serra do Mar. A gente ia para uma reserva, a gente ia em lugares que acho que ninguém nunca tinha pisado.

comer palmito selvagem, comer frutas selvagens, entendeu? E ver animais selvagens, assim, pe de pequeno porte e tal. Então, assim, eh foi uma infância legal, que eu estava numa cidade, na verdade, que era uma cidade industrial, mas a indústria ficava bem longe, mas, assim... A cidade, ela ela te oferecia isso, ela tinha os parques, ela tinha as escolas muito boas, né? Eu estudei numa escola Afonso Schmidt. Sei. Uma escola muito tradicional em música, inclusive, que dava muita ênfase, tinha a banda da escola, que depois eu toquei na banda, né? Eee E fora isso, você tinha a cidade na na beira da da da Serra, né?

Essa floresta, né? Que você poderia ter contato. Então, a gente tinha contato com a natureza, tinha contato com esportes. Lá em Cubatão se destacou também, eh na minha época, na minha geração, se destacou por ter uma uma equipe de atletismo, que eu fiz parte também, né? Que viajava para o para São Paulo, interior, viajava para o Brasil. Depois, como, na verdade, eu migrei para, assim, já quis me especializar na área de música, então eu deixei o atletismo de lado, né? Mas Cubatão eh assim eh foi, e até hoje é, mas na minha época foi assim um grande celeiro para músicos que estão hoje no mundo todo, nas sinfônicas, como professores de universidades.
E para essa questão da da assim da da de uma cidade poluída, vocês sentiam isso na época? Como é que vocês lidavam com isso?

Eu acho que... Muita coisa, na verdade, muita coisa era era mito. Tinha poluição, sim. Eu lembro que minha mãe tinha que lavar o quintal, a calçada, sempre tinha que lavar muito bem, né? porque tinha mesmo uma fuligem.

Hoje não tem esse nível de poluição, mas é mas assim, o pessoal atribuía a poluição à eh a a temperatura da cidade, porque na verdade era uma cidade ela era uma estufa né, que ela estava no encosto da Serra do Mar, então o calor era intenso, entendeu era era um calor fora do normal. Isso por conta da poluição né, por conta da do do oxigênio, que era muito pesado. Mas hoje não. Hoje, inclusive, é uma cidade que você anda, dificilmente você anda numa rua onde não não se tem árvores. Tem algumas ruas, algumas avenidas lá, que você pode estar andando num túnel cheio de árvores, que as copas elas se encontram. Então, para mim foi muito bom.

Fiz lá em Cubatão, na no Colégio Afonso Schmidt né, que inclusive nesta foi onde o meu irmão fundou a banda né, que depois essa banda passou, ela foi adotada pela prefeitura como banda e foi, depois passou a ser a banda principal, banda de música principal do Brasil. que foi uma banda que ganhou todos os concursos. Inclusive, nós fomos nós eh a banda foi culpada por acabar com vários concursos, porque eh várias bandas não se inscreviam mais, porque não, <laughs> a banda de Cubatão vai ganhar. O que que a gente vai fazer lá? Então, nos con o concurso nacional de bandas, que antigamente era acontecia com a Rádio Record e a te vê Record, eles fechavam a Avenida São João, E aí vinham bandas do Brasil todo, inclusive tinha bandas até de outros países, né, Argentina e tal, que já vinham participar desse concurso. Então eh, esse concurso de bandas da da Record né eh era tão famoso quanto o Carnaval. Todo mundo parava e assistia, porque era televisionado. E aí todo mundo assistia, porque eh era uma tradição muito grande. O Brasil, na verdade, foi um um país né que recebeu influência da da Espanha. A Espanha é muito tradicional em bandas. E assim a banda, na verdade, era a o o o órgão, o organismo, um dos organismos mais importantes. Aham. Em todas as cidades do Brasil, porque todo mundo ia para a praça, coreto, a banda tocando. Nós perdemos isso. Mas está se resgatando. E Cubatão era tradicional disso era As retretas nos concertos, né? É Que eram chamadas de retretas, né? Na praça e tal. Então isso era tradicional.
E na escola? Vida na escola? Assim do que que vocês brincavam? Bom do que você gostava? Olha Além da banda?
É difícil <laughs> você você ouvir alguém falar assim... E eu adorava a minha escola, adorei estudar. Na verdade, na escola, a mis o na minha na no meu primário né, eu tinha tudo o que eu queria naquela escola. Então eu tinha a banda, Eu tinha a equipe de atletismo, que depois passou também a ser eh, representando o o pa o a prefeitura né, a cidade, e depois até a Baixada Santista, começou nessa escola Afonso Schmidt. Sei. Né eh Então, na escola eu tinha atividades a a a minha atividade normal né, do dos estudos. Eu tinha o atletismo, que eu adorava. Eu tinha um rio atrás da escola que a gente pulava lá, um rio proibido para se nadar. A gente pulava para nadar. Eu tinha banda, entendeu? E tinha os amigos, né? Tinha Tinha todos os amigos. Então, assim, eu vivia integralmente na escola. Então, para mim... Foi a melhor coisa da minha vida, entendeu? Assim Essa época... E outra coisa, uma coisa que eu achava importante, é que eh desde o primeiro... Eu nunca repeti. Desde a minha primeira série, meu primeiro ano, até o terceiro colegial, eu estudei com alguma pelo menos trinta por cento as mesmas pessoas.

mesma turma entendeu?

Então, assim, eu via a pessoa... E às vezes amigos, né? Você vê a pessoa começar a andar <laughs> junto com você. Então, literalmente, caminhamos juntos. Muitos daqueles, inclusive alguns músicos, né? E depois depois Décadas né eu décadas que eu digo assim, depois de vinte anos, trinta anos, eu encontrei né encontrei um camarada que ele que ele era o presidente da Câmara, estudamos juntos, a outra a secretária de Educação, outra de Cultura, o vice-prefeito. Eu só não estudei com ninguém que fosse prefeito da cidade, <laughs> entendeu? Então, assim, é uma coisa muito legal que você não não acontece na metrópole, né?
Você ficou lá em Cubatão até quando?
Eu fiquei em Cubatão até mil

Eu fiz o colegial lá. <coughs>
Como foi a adolescência?
A adolescência foi boa. Foi boa, não, foi excelente.

Porque, na verdade, Cubatão é quinze a vinte minutos de Santos. A minha adolescência... Praticamente foi em Santos. Uhum. Né que era, na verdade, o point, né? Então, o nosso point era em Santos. Eee passei a frequentar a praia, né? Assim tinha E na praia tinha vários atrativos para mim.
Aham, quais?
Esportes. Aham. Né?

Começa a procurar uma namorada tal. Então eh, não só isso que é na natural do do ser humano, né? Mas, assim, na Praia de Santos era legal porque você via grupos de choro, que você não vê mais. Grupos de samba, que não tem nada a ver com os grupos de samba de hoje. Era uma coisa agradável, porque, assim, em na na na na na na na Orla Marítima de Santos, nós temos do canal um ao canal sete em cada canal... tinha, na verdade, um um um grupo, um encontro ali de músicos, ou de chorinho né, ou de samba. E assim, todo mundo na praia tinha aquela música ao vivo com com com uma uma... Além de qualidade, não era uma coisa agressiva, não era uma coisa alta, né? Assim, não tinha aquela dinâmica, aque aquela aquele negócio barulhento, entendeu? Era uma coisa agradável. Então você ia para a praia, que legal, eh sol, areia né, chorinho, samba, que era uma coisa super agradável. Então isso para mim também estimulava, então eu tive até um estímulo para tocar instrumento de percussão vendo isso. Embora assim a a meu direcionamento para a música né foi para a música clássica fazer Então isso fez com que eu tirasse essa barreira que existe entre a música clássica e a música popular. Então, eu convivia com as duas coisas. Tá. Então, aí aí a minha adolescência foi isso. Eu gostava de esportes radicais, gostava de moto, gostava... A a única coisa que eu nunca gostei, nunca experimen eh nunca experimentei, me apeteceu foi o surf. Ãh Que, na verdade, em Santos não era um... Era tradicional de surf assim no Guarujá. Depois passei para ir para o Guarujá. Aí comecei a ter contato com os surfistas né.
E que esporte você gostava? Que que você praticava? Olha
Eu gostei eu sempre gostava muito de atletismo. Uhum. Né Eu gosto de velocidade. Né então, assim, eu quando fazia atletismo, eu gostava de fazer cem metros rasos, né, eu gostava de fazer salto em altura e gostava muito de salto com vara. Estou vendo o pano acontecer, eu estou lembrando né da do dos esportes. Mas uma coisa que sempre eu gostei foi velocidade. Sempre gostei de sentar num carro potente. Meus carros, inclusive, eu já fiz muita coisa com relação à velocidade, né? escondido da minha mãe e ah...stock car. Adorava, eu tinha assim, para mim o carro, assim, meu carro tinha que ser assim, do Opala para cima, né? Ãh Então eu gostava de sentir o ronco do carro, gostava de motos eh potentes, né? Para mim moto teria que ser de setecen setecentas e cinquenta cilindradas para cima e antigamente era acessível. Você mesmo como adolescente, você podia comprar uma moto de quinhentas cilindradas, assim, quem fosse de classe média. Ãh. Não precisa ser classe média alta, classe média era um veículo assim, antigamente os carros eram muito mais acessíveis. O meu primeiro carro eu tive com quinze anos. Eu tive um Fusca, né?
Quem te deu esse carro?
Eu comprei, com o meu trabalho já. Com o meu trabalho. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com quatorze Eu comecei a trabalhar com quatorze anos e já trabalhando em serviço burocrático, eu me espelhava no meu pai e já fazia algumas atividades de música. Na banda, nós já ganhávamos eh... Nós tínhamos uma uma bolsa, no começo uma bolsa de estudos, depois nós tínhamos né uma um salário... para você tocar na banda municipal já.

Não, eu consegui com o dinheiro da banda e já trabalhando. Com quatorze anos, comecei a trabalhar em escritório. E eu já ganhava um salário. Assim que da eu não gastava né. Lá não tinha lá... Em Cubatão não tinha o que gastar, porque, como eu falei no início, você tinha tudo... Você tinha acesso a esportes, a a todas as coisas, a diversão, né? Você ia para Santos, você não gastava. Gastava o quê? Gastava o ônibus, né? Então, eee a gente não gastava. <coughs> Não tinha essa essas baladas que que você tinha que pagar ingresso, que você tinha que que gastar. Então, assim, em um ano, eu juntei dinheiro para comprar o meu primeiro Fusca né. E eu achava bonito quando eu ia com a minha irmã. Minha irmã tinha um Fusca bonito. E a gen nós íamos num posto de gasolina e a minha irmã falava assim eh, o senhor poderia ver o óleo?

Aí eu achava bonito.

Aí eu comprei meu Fusca. Comprei um Fusca meia encostei todo poderoso no no posto de gasolina e falei, o senhor poderia verificar o óleo? Aí o camarada me conhecia, porque desde pequeno eu frequentava o posto de gasolina. Aí <coughs> ele voltou e falou assim, olha, aí eu perguntei assim, vê se precisa trocar o óleo. Aí ele voltou e falou, o óleo está bom, não precisa trocar o óleo, precisa trocar o carro. Então eu saí nervoso. Eu eh fiquei um bom tempo sem aparecer naquele coisa. Aí depois <laughs> eu reformei meu Fusca e fui trocando meu carro. Ãh
E aí você corria nos... não, no, não aí...
Não, aí era o meu carro normal. Mas assim, desde os dezesseis dezesseis, dezessete anos, eu ia ver algumas corridas né em Santos tal. Aí depois, quando eu vim, aí eu tinha que vir para São Paulo estudar música. Na Escola Municipal de Música de São Paulo. Aí eu vinha estudar música e aproveitava, ia para Interlagos, ver os treinos de stock car né. Stock car, nossa, e aquilo sempre me fascinava.
E você correu.
Eu... Aí eu comecei a ter uns carros mais poderosos, né? Opala, Chevette, depois Opala e tal, e Dodge, e aí... Eu entrei em alguns treinamentos, né, fiz um curso, <laughs> escondido, e aí eu adorava aquilo. Adorava aquilo minha mãe não entendia porque eu chegava com o carro tão sujo, porque eu vivia procurando um mecânico lá, mas assim... Eu destruía os carros, né, porque você tem que destruir. Mas era assim era uma coisa saudável a Era uma competição, o stock car antigamente era uma competição que que visava mais a velocidade e a destreza né, a defesa né que Hoje, assim a direção defensiva, você tinha que se defender, mas no não era tanta... Hoje o público quer ver um bater, outro capotar, então um fica batendo no outro. Então não era muito essa... Não era muito essa a tradição, entendeu? Quando eu comecei a ver isso aí, eu comecei a me desinteressar. Sei. Por esse tipo de esporte.

E eu gosto mais do automobilismo e de desses esportes do que do próprio futebol. Eu nasci praticamente do lado da Vila Belmiro.

O Santos, você respirava o Santos do Pelé. Então isso eu adorava. Eu cheguei lá também. Eu fui na cheguei no Santos e na Portuguesa, tentar entrar no no ju no Juvenil. Fiz alguns treinamentos, assim, testes né, não tudo bem, joga aí e tal então fui Mas era uma coisa que eu via que não não tinha muito a ver, essa esse tipo de esporte não tinha muito a ver com a minha atividade principal que eu queria na minha vida, que era ser músico. Hum. Entendeu?

Minha boca, entendeu? Então, assim, você levar uma pancada. Aham. Ou quebrar um braço, não sei o quê, isso aí... Então, eu já comecei a ter a noção de que eu te teria que evitar algumas atividades.
Então, você sempre teve essa essa essa certeza de que você ia ser um músico?

Na verdade, eu vim várias outras vezes, <coughs> mas para outras coisas. Mas minha vinda para São Paulo, assim, que eu fui que eu fui andar em São Paulo, né eh acho que eu tinha nove anos, eu tinha dois anos que eu tinha começado a estudar música. E a mi ah vim aqui, as as mulheres, né? vinham sempre em São Paulo para montar os enxovais né. Eu vim com a minha irmã mais velha e nós viemos para para a região ali da Estação da Luz e Rua Direita, São Bento. E aí eu já ouvia, desde os sete anos, eu ouvia muita ópera.

Isso aqui é um teatro de ópera, é o Teatro Municipal de São Paulo. Aí eu falei para ela, eu vou tocar aqui. Eu não falei, eu eu gostaria, eu falei, eu vou tocar aqui. E depois, numa certa fase da da minha profissão, depois que eu saí, que eu já era profissional, que eu saí de São Paulo, do Brasil e voltei, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui convidado pela direção do Teatro Municipal para entrar na Orquestra do Teatro Municipal.

E desde os sete anos, dos o dos nove anos de idade eu sabia e eu falei, eu vou tocar aqui. Né e se realizou né.
E como foi esse percurso <coughs> até chegar lá? É
Esse percurso foi o seguinte, até hoje eu vejo que assim desde os sete anos de idade,

Então, na música eu nunca tirei férias, na verdade e E, assim, eu me sinto privilegiado. Como foi a minha carreira? Eu eu com sete anos. Com nove anos eu já tocava. Eu já tocava com dois anos. Eu já tocava com dez, com onze anos. Eu já estava... mudando de instrumento, porque eu não comecei no trombone. Então, você começou com com... Então, eu comecei, na verdade, os meus dois irmãos, eles tocavam trompete, o conhecido pistão, né? Não pode se falar isso para um trompetista, que é pistão, mas <laughs> a gente conhecia como pistão. E eu não gostava, eu gostava, na verdade, o meu tom de voz eh, eu sempre tive essa voz eh meio grave e rouca, e eu gostava de instrumentos, eu gostava de de eu gostava de velocidade, eu gostava de potência, e eu gostava de instrumentos mais robustos. Então, na verdade, eu comecei. Eu passei pelo trompete, passei pela trompa, que é aquele instrumento enrolado. Passei pela trompa, depois fui para um instrumento pouco conhecido eh, chamado bombardino, que parece uma tuba, mas ela é pequena, ela é média.

O meu irmão, que já era o maestro da banda, e ele na verdade era professor de todos, o meu irmão é muito instrumentista, então ele dava aula para todo mundo, cada instrumento ele pegava e tocava, e aí ele olhou para mim assim e falou assim, eh tinha uma reestruturação na banda, a Funarte tinha dado uns instrumentos e tinha sido o início de um projeto de doação de instrumentos, ele olhou para mim assim, ele falou, olha, você que toca clarinete, você vai tocar o boé, você que toca sax, vai tocar fagote, você que toca percussão, você vai tocar tímpano, porque ele estava tentando, eh ele estava transformando a banda de música, que era aquela bandinha simples, numa banda sinfônica, uma banda mais profissional. E você vai tocar trombone. Eu olhei para ele e fulminei ele. Eu falei, eu não gosto de trombone e e virou as costas e falou, está aí o seu instrumento. Fui para casa e ele ainda colocou, levou o instrumento para casa e colocou o instrumento na minha em cima da minha cama. Eu dormi na sala. Porque eu adorava o instrumento que eu tocava, o bombardino. Porque era um instrumento, tinha um som... Aí eu falei com o meu outro irmão, esse foi o meu irmão mais velho, né?

Eu falei, não gosto do nome, não gosto desse instrumento. Aí um outro amigo meu, que tocava trombone, mas era um outro tipo de trombone, não era o trombone de vara, era um outro um trombone a pistão, ele me deu

Quando eu coloquei aquele disco que eu ouvi, eu falei, ah, porque na verdade eu não tinha referência. Na minha cidade e na Baixada Santista, não tinha referência. De trombonistas. De trombonistas. Então, eu ia me espelhar em quem? Quando eu ouvi aquilo, aí eu peguei peguei o instrumento. Aí eu vi, o trombone ele tem uma

Você vai fazer tal, tal, tal, tal, tal, tal. O piano você num também não faz isso. Quando eu vi isso eu falei, poxa, que interessante. Aí eu fui para o corredor de casa e comecei. Não tive professor de trombone no início. Comecei, aí eu sou autodidata, mesmo com meus irmãos músicos, eles tinham tempo para dar aula para todo mundo, menos para mim. Então eu assim eu ia olhando e eu ia tentando fazer nos instrumentos que eu tocava. Então eu fui descobrindo sozinho. Eles me falaram as posições, a digitação, mas assim, eu tive que me virar sozinho. E aí com o trombone eu comecei a descobrir algumas coisas aí Eu me interessei.

Se pudesse, eu não ia para a escola, não ia praticar esporte. Então eu tive que abrir mão de uma coisa, dos esportes.

O vizinho, em casa o muro era baixo. Aí eu não sabia o porquê que que meu pai tinha chamado um pedreiro. Ele foi subindo <laughs> até que o muro ficou alto. Porque assim o meu o meu, tinha um vizinho meu... que jogava casca de de tomate, casca de de banana, tudo que tinha na mão de lixo, <laughs> jogava e eu caía aqui, eu ia para o outro lado lá, porque eu ficava no corredor estudando. então, isso foi o maior estímulo né esse meu vizinho depois eu encontrei falei, você não sabe, você é um grande responsável, porque eu fui persistente, porque você ouviu aquilo, você jogava lixo <laughs> mas mesmo assim eu me desisti então eh, aí eu passei para o trombone no trombone, na verdade, com quatorze anos eu peguei o trombone com quatorze anos eu já era profissional o que que o que significa isso? Eh eu já angariava dinheiro já com o que eu tocava, e tocava mal ainda. Então comecei com quatorze anos eh, eu me eh trabalhava, eu trabalhava em administração de empresas, passei a trabalhar em escritório, e no final da tarde, para noite nos fi e final de semana, eu tinha para me dedicar ao trabalho Com a música. Aham. Né Na banda, e no conservatório. E aí, com dezesse com dezesseis, dezessete anos, eu já era o primeiro trombone da Sinfônica de Santos. Até então, não tinha passado por nenhum professor profissional que tivesse me dado aula. Eu fui ouvindo aqui, ouvindo ali, perguntando aqui e ali. Não tinha internet, não tinha... Só ouvindo rádio, ouvindo discos e... Aí essa banda, nós víamos para São Paulo competir no nesse concurso nacional, então foi quando eu comecei a ter contato com músicos de outros sítios, entendeu? Então eu comecei a ter contato com músicos do Rio do Sul, do do de Minas, então aí você via as bandas boas, trombonistas, aí eu comecei a ter mais referência. Comecei a assistir concertos E aí, com dezessete anos, eu já era profissional, já era o primeiro trombone da Sinfônica de Santos, e trabalhando no meu trabalho normal, e estudando com

Falei, eu quero. Então, aí eu vim para São Paulo ter aula. Então, eu estudei em São Paulo de setenta e nove Aí aí já passei a ser profissional aqui em São Paulo. Já comecei a fazer, cachê em algumas orquestras sinfônicas, comecei a tocar em algumas big bands, algumas orquestras de baile, que antigamente tinha aquelas orquestras muito boas. E, assim, muitos músicos do teatro municipal, da orquestra sinfônica do estado, tocavam nessas orquestras, que eram as grandes orquestras. Todo canal de televisão tinha uma orquestra. Hum. Que acompanhava os artistas que vinham de fora. Então, essas orquestras faziam aqueles bailes, grandes bailes, né?

Então, eu eu vim para São Paulo, eu vim para estudar em São Paulo e eu já estava trabalhando. Então, eu já com dezenove anos, eu já era profissional, eu já era professor da rede municipal professor de música da rede municipal de de Cubatão, e era maestro das bandas, meu irmão era o maestro das ban da banda sinfônica principal, e nós tínhamos, na rede municipal, nós tínhamos as bandas marciais. Né as bandas, então, eu eu era responsável por oito bandas. Então eu dava aula em todas as escolas, ia, ensinava tanto Então foi isso que foi importante da praia, de aprender instrumentos de percussão, porque a as bandas de escola, elas tem ela tem eh ela é composta por sopros e percussão. Então eu peguei e e eu dava aula de todos os instrumentos para eles. E como nós também tínhamos, a nossa banda marchava, eu também tinha noção de de ordem unida né, que era como marchar, como a postura né, o sentido, descansar, como fazer uma formação de banda então Isso eu era fascinado por isso. Eu assistia aos filmes, quando vi a banda, né, assistia a algum filme assim que mostrava a ga a guarda real... lá da da Inglaterra, tal, já olhava aquele negócio, aquele né garbo né, a gente chamava assim, os os os soldados tinham muito garbo né, aquela postura, assim e tal então eu adorava isso, então eu pa pegava meus alunos e ia no meu laboratório. E aí eu estava em São Paulo, já, então eu já trazia levava para lá todas as informações que eu tinha aqui, então comecei a tocar nas orquestras aqui, Comecei a participar de vários grupos, comecei a gravar com vários artistas né eu... Até mil novecentos e eh dois mil e um, eu tinha uma agenda que eu perdi, que eu já tinha participado de seiscentas gravações com vários artistas famosos.

aí passei a ser profissional de estúdio também, porque o músico que grava normalmente, todo mundo assiste os shows, todo mundo assiste, eh ouve os cê dês, e quando vai ver o artista, vem uma banda acompanhando. Uhum. Dez por desta dessas bandas que acompanham os artistas são os músicos que gravavam Normalmente são os músicos profissionais, especialistas, que vão para o estúdio e gravam. Colocam, fazem todo toda a parte, o artista canta em cima. Aí depois, no show, aí a banda hoje as bandas utilizam muito a questão do playback né então Eles tocam, mas assim existe uma uma sequência lá que é tudo já que vem gravado que foi gravado no cê dê Uma coisa uma coisa que a banda me deu eh foi o seguinte, uma banda de uma cidade é obrigada a tocar os dobrados, os hinos pátrios, os temas de filmes, as músicas do momento, entendeu e alguma música popular. Samba, que na na na época nossa, né nós podíamos tocar eh a música popular, porque eu isso aí eu falo com propriedade. Na minha geração, na minha época, a música bra eme pe bê, a música brasileira, ela tinha qualidade. Hoje, se você for buscar qualidade nas músicas que estão hoje na mídia, assim, você não vai encontrar, você vai encontrar muito mais apelação, entendeu? Apelação sensual, que eu questiono muito isso aí, entendeu? Do que, na verdade, a qualidade da música. Então eh, você pode ver que nós ligamos as rádios que que tocam eme pê bê, sabe? Não se toca mais Chico Buarque, não se toca mais até o que se chama de brega, o Roberto Carlos, né? Que é o é o rei, né? Não se toca não se toca Tim Maia, não se toca se toca-se pouco Djavan eh, toca-se pouco todos nossa uma imensidão desses grandes artistas, Baden Powell, Tom Jobim, entendeu? Então, assim, o comercial virou, na verdade... o que se chama, né, quando você vai quando você tem pouco dinheiro, aí você vai e pede no restaurante um comercialzinho, para você pegar três, quatro, cinco reais, né às vezes a qualidade daquela daquela comida talvez é uma coisa somente para preencher aquele momento, entendeu? Mas não tem a qualidade. Então, assim, a nossa música comercial decaiu muito né da década de... de noventa para cá, né meados de noventa para cá, eu mas eu como músico, eu não tenho, eu sou professor universitário, sou professor de música, né, hoje estou como presidente da Associação Brasileira de Trombonistas, eu sou obrigado dentro da da da minha área, eu tenho eu tenho que agregar todos juntar todos os músicos de todas todos os gêneros, tanto do clássico quanto do popular, quem toca forró, quem toca frevo, quem toca samba, tem que juntar eles para poder eh passar alguma coisa.
Você fez, então, faculdade de música?

Eu fiz faculdade, eu eu comecei a estudar no conservatório, em Cubatão. Depois eu vim aqui para a escola que, na verdade eh, foi uma escola que todos os músicos clássicos e mesmo músicos populares, instrumentistas passaram, que é a Escola Municipal de Música de São Paulo. que pelo menos na minha geração tinha um corpo docente decente, né, não que não seja hoje, mas eram co eram mu os principais e maiores músicos que davam aula nessa escola municipal eee Aí depois, eu São Paulo aí que São Paulo começou a me absorver profissionalmente muito e eu me vi da mesma forma que eu abri mão do esporte para estudar música o a os trabalhos de música começaram a me absorver e não me dar mais espaço a estu a a a a dedicação pessoal como músico porque você precisa estudar não é somente você tocar você precisa produzir para você produzir você na verdade você precisa construir né então todo mundo fala que legal que você tem inspiração para a música né inspiração sem transpiração Não não não não se chega a nenhum lugar. Porque aí eu vou ser um operário da música eu vou eu Eu não queria ser um operário da música, eu não queria ser um um tocador. Eu queria, na verdade, pesquisar.

Eu fui eh eh.. Aqui no Brasil teve uma um projeto muito grande num num estado que ninguém eh faz ideia, que é o estado da Paraíba. Um governador lá, que ele era secretário de educação, ele era músico, pianista, violoncelista,

Ele falou, eu quero formar uma a melhor orquestra, uma orquestra como se tem na Europa e nos Estados Unidos, aqui, na Paraíba. E ele formou uma orquestra com cento e quatorze músicos lá, ele foi buscar músicos na na Irlanda, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, e buscar músicos, mas assim, músicos que tivessem intenção de ensinar, não só de tocar. E aí eu prestei concurso para para ir para lá e eu já sabia que lá tinha o melhor departamento de música, que até hoje é o melhor departamento de música do Brasil, na Universidade Federal da Paraíba aí eu Fui para lá, prestei um concurso para tocar na Orquestra eh do Recife, que foi uma restauração, e eu fui para tocar nessas duas orquestras. A orquestra de Recife ensaiava de manhã e a orquestra de João Pessoa, na Paraíba, eh ensa ensaiava à noite. E, à tarde, eu estudava na universidade. Eu entrei no curso superior lá. Então, eu me formei lá na Universidade Federal da Paraíba. De lá, eu toquei nessa orquestra durante oito anos. Nós temos dois cê dês gravados. Eee essa orquestra acompanhou vários artistas e vários solistas internacionais bons.

E aí eu comecei a ir muito para para os Estados Unidos, porque vinham professores para os festivais de Campos de Jordão, que também fui professor do festival de Campos de Jordão, mas na minha época, quando eu era aluno, o professor vinha dar aula de um mês. Nossa, eu sugava o professor até o último. Onde o senhor mora? Ah, eu moro em New Jersey. Eu dava um jeito, comprava passagem, ia para New Jersey e ficava lá dois meses tendo aula com ele. Aí vinha um professor que era da França. Onde o senhor mora? Ah, eu moro em Lyon.

Então, eu fui eu fiz isso. Fui para os Estados Unidos, aí eu entrei, fui prestar um um concurso para pleitear uma bolsa para poder fazer mestrado na Universidade Católica de Washington. Então, eu passei. para fazer performance, né, que seria me o mestrado na Universidade Católica de Washington, eh Washington dê cê, para estudar como primeiro trombone da Orquestra Nacional de Washington, Beauty Stevens né e. Mas aí começaram a ter problemas políticos, né, eh porque eu tinha bolsa eu tinha uma bolsa que era aqui pelo Brasil, E aí, ao aonde a instituição que me dava, que na verdade ia me dar essa bolsa, começou a passar por uma uns problemas políticos e tal Então, eh começou a a ser difícil, entendeu? Eu estudar nos Estados Unidos assim Então, eu voltei. Voltei para o para o Brasil e tal. E voltei para a orquestra, voltei para a universidade, já já era professor e tal. E aí depois, no no início de de de, no final de de de noventa, de noventa para noventa e um, eu fui eu tive que voltar para São Paulo, para cá, porque lá no em João Pessoa, na Paraíba, aquela era a melhor orquestra e era o melhor salário. Porque esse governador, quando ele montou a orquestra, falou assim, eu não só quero montar uma boa orquestra, como eu quero dar um um salário do que as orquestras europeias e americanas pagam. E nós ganhávamos isso. Só que lá teve um problema político, porque é sempre esse problema que nós temos, que um governador e um prefeito ele entra em vez da sequência. ao trabalho do outro, ele ele ignora, ele congela aquele negócio, prejudica, inclusive. Só que na arte isso aí é mu isso aí é é é muito visível, entendeu? Você não pode destruir. né uma orquestra sinfônica. Então aí eu tive que voltar para lá porque a situação financeira lá ficou muito ruim e as condições. Então muitos músicos voltaram para a França, para a Irlanda, para a Argentina, para o Chile, para os Estados Unidos. E eu fui um dos poucos brasileiros que fui selecionado para tocar nessa orquestra.

Eles foram fazer o concurso, buscar os músicos do Brasil. Aí eu voltei para São Paulo, aí eu voltei para cá e voltei e entrei nas orquestras sinfônicas aqui, né? Que eu já tinha tocado como, na no início da minha profissionalização, eu tocava como cachê, como participação especial. Mas aí eu passei a tocar na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Teatro de Ópera de São Paulo e dar aula nas universidades aqui.

E popular também. Então, ãh como eu estava falando, e acho que eu não concluí, a banda eh nos dava, essa era fazia parte né do repertório de uma de uma banda sinfônica, uma banda de música, você toca clássico popular. Eu e meu pai foi uma pessoa muito muito importante na formação, na nossa formação, meu pai e minha mãe. para que nós não discriminássemos nenhum gênero, e sim discriminássemos a música ruim. A música tem qualidade? O que que é qualidade?

Qualidade é quando você não abre mão da autenticidade.

Então eh, o negócio é que, às vezes né algum algum por, por um interesse comercial...

A especialidade dela é tocar a música clássica certo Você não pode pegar uma banda... de música, uma banda daquela bandinha tradicional, e fazer essa banda eh tocar com a mesma eh com a mesma fidelidade o que uma orquestra sinfônica toca, porque os instrumentos já são diferentes. Uma banda são mais instrumentos de sopro e tal, entendeu? E você não pode pegar, e foi é o que aconteceu com a música brasileira, e você pegar a música sertaneja, a música nordestina, não sei o quê, colocar num palco e jogar. Uma uma música que tem tanta beleza, um gênero que tem tanta beleza, e aí você pega e você implementa com uma série de coisas, instrumentos eletrônicos, aí você coloca, como são as bandas hoje né, de de forró, com com vinte e cinco, trinta eh bailarinos entendeu, quase sem roupa. Eu então, assim, perdeu a essência. Perdeu a essência. Aí tudo é assim. Então, para você ganhar o público, você está eh você está apelando para o visual sensual. Isso tem o seu lugar. Você quer fazer uma coisa?

Então, assim, a música... A música está sendo muito usada para isso hoje. Então, é é difícil. Se você pedir para eu assobiar, para eu cantar, pelo menos a melodia né, que de letra eu não não decoro letra, porque eu tenho tantas notas para ver na minha vida lá Eu sou maestro também.

O maestro, aquela parte que ele tem lá na frente, é a partitura. Todos os instrumentos estão escritos ali, então você tem tem você no mínimo vinte ou vinte e duas linhas para você acompanhar assim, rapidinho. Então, eu eu fui treinado para isso, então letra eu não guardo. Mas se você quiser que eh eu assobie ou que eu cantarole uma melodia da minha época, Dos meus compositores da época, sim, agora, se você pegar daqui se você pegar daqui há dez anos, um contemporâneo, pegar uma um adolescente e falar para ele assobia uma música da sua época. Ah, não tem aquela música como que era aquela música não A dança não tem referência. Então, não tem fidelidade, não tem autenticidade.

Então, é isso que que eu falo. Então, meu pai sempre falava isso assim, eh não tente... Se você for falar outro idioma, você pode ser super fluente no idioma, mas você sempre vai ter o sotaque brasileiro, santista e paulistano, entendeu? Você não pode perder isso. Então, o que eu digo, e inclusive como pedagogo, como professor universitário, que eu luto muito, é para se buscar a autenticidade. Para isso, eu fui estudar música antiga.

Eu eu toco, inclusive, um trombone barroco, que é um instrumento de mil de mil e seiscentos entendeu Para eu saber da onde que surgiu o meu instrumento. Para eu não perder a autenticidade, não perder a identidade. Se você abre mão da identidade, vamos supor, tem... Você imagina um artista, já um músico, ele já tem isso.

Mas imagine se eu sou um artista e aí eu vou virar um cantor aí...

E é o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão, inclusive, trocando o nome. Então, isso é uma coisa que eu digo sobre sobre autenticidade, fidelidade e identidade, que a gente está perdendo, inclusive, no nome. Porque se você for ver, eu gravo com muitos, eu estou direto, duas, três vezes por semana, eu estou no estúdio gravando com duplas sertanejas, músicos sambistas, músicos, e dificilmente eu acho alguém que utiliza o seu nome real certo Então, nós temos esse tipo de problema.

Como eu disse no início, nós não tínhamos televisão até uma certa época, a gente ouvia muito rádio. Então, eu ouvia música popular brasileira autêntica. Eu ouvia música popular norte-americana, que eram Tony Bennett, eh Frank Sinatra e todos, ah Barbra Streisand, Ella Ella Fitzgerald, e aí eu tinha noite de jazz, e aí sábado e domingo tinha ópera. Eu fui acostumado a ouvir tudo isso, então eu ouvia tudo isso. Então, para mim,

O que eu levei para a minha vida profissional como músico foi o seguinte, levar a disciplina de estudo do clássico para o popular e levar a alegria e o jogo de cintura, a malandragem da música popular para o clássico. para eu não ser um músico formatado, aquele camarada que senta na orquestra e fica, ele não sente nada, ele não participa, não interage entendeu E outra coisa, eu não toco nada sem sem eu saber, sem eu chegar, eu toco, oh vamos tocar Beethoven.

Quem é Beethoven? Eu vou fui estudar sobre Beethoven. Eu vou tocar Carlos Gomes. Quem foi Carlos Gomes? Preciso saber. Quem foi Tchaikovsky? Quem foi Frescobaldi? Quem foi Mozart? Quem foi Mahler? Quem é Chico Buarque? Quem é Tom Jobim? Quem Para mim, eu pra eu fui estudar. Isso por isso que eu me interessei muito pelo meio catedrático, pelo pela pela universidade, porque é lá que você aprende isso. Senão você vai tocar nota, você vai ser tocador.

Porque o Schoenberg, tem um tratado de Schoenberg que ele diz o seguinte, para para você executar bem uma música, você para você dar fidelidade à música, você precisa calçar o sapato do autor.

Então, para eu entender a música da Rússia, eu fui para a Rússia. Hoje eu tive a felicidade de voltar para a Rússia para dar aula de música brasileira para eles, porque é a minha propriedade, é a minha identidade. E eu busquei a fidelidade. Então, eh hoje eu eu dou assim... Esse instrumento...

Na verdade, eh eu sempre tive a busca do o porquê de tudo. Né eu sempre fui muito curioso. Eu destruía muitas coisas em casa. Gostava de saber que como que era um rádio por dentro. Então eh, eu sempre tive muito interesse, da mesma forma como eu tive interesse em saber sobre os compositores, sobre a origem da música, fui para o Nordeste para saber por que que eles tocavam daquele jeito, por que que eles falavam daquele jeito e E eu falei, por que que esse instrumento é assim? Por que que quando você sopra o som sai assim e tal? E eu comecei a mexer nos meus instrumentos. E foi uma coisa meio genética, os me o meu irmão,

Ele era um trompetista muito famoso no Brasil, músico clássico, eee ele se interessava pela construção de instrumentos. E é claro que a gente sempre quer imitar o irmão, mas na verdade nós dois a gente começava a fuçar, poxa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu sempre tive vontade de de de de pesquisar sobre os instrumentos.

E eu falei, eu não sei, eu não sabia mesmo, porque assim eu não sei se eu tive a felicidade ou a infelicidade, De todos os meus instrumentos que eu toquei, os os meus instrumentos eram importados. Os meus irmãos, eles tinham, a gente tinha um acesso, eu tinha um primo que vivia nos Estados Unidos, vivia viajando, trazia o nosso instrumento. Aí eu falei, professor, mas a gente pode fazer um projeto. Porque eu até então já tinha fuçado tudo né. Aí foi quando eu voltei, depois de profissional, depois de ter ido estudar na França, Estados Unidos, ter ido para a Rússia, ter ido para a Itália, para a Espanha, ter tido eh ter tido contato assim com várias comunidades né de instrumentistas de música e ter conhecido várias outras marcas de instrumentos eh, eu sentei com ele e falei, olha, O senhor tem acesso à fábrica de instrumentos aqui no Brasil? Tenho, sim. Tem uma fábrica aqui que foi fundada em mil novecentos e quatro Ele já me contou a história da da fábrica e eu fui visitar a fábrica. E eu comecei a questionar a qualidade do instrumento deles. Aí eles falaram, vocês tem um pro vocês podem fazer um projeto para fazer um... Porque o trombone já existia, só que a qualidade, as configurações dele não batiam com com o instrumento que que que vinha de fora. Aí eu sentei com o meu professor e, na verdade, como eu tinha todos, e tenho até hoje, todos os meus instrumentos desde o meu primeiro instrumento, alguns eu me desfiz, mas assim, os princi os instrumentos mais importantes da minha vida estão na minha casa. E aí eu peguei, nós sentamos e começamos a analisar marca por marca, detalhe por detalhe.

Na verdade, é é uma família de ítalo-austríacos que vieram no no início de mil e novecentos para o Brasil. E hoje é a única fábrica que tem ainda, que tem no Brasil, de instrumentos de sopro né. Existem alguns fabricantes luthiers e eles eles fizeram, aceitaram o nosso projeto. E aí nós eh nós começamos a projetar a primeira linha de de trombones profissionais no Brasil que

na televisão, no no meio sinfônico, no meio popular, o instrumento, o modelo dele é um trombone, trombone de vara da linha profissional, linha gê gê, Gilberto Gagliardi. E aí eh eu com eu com ele eh fomos para a fábrica, projetamos e nos surpreendemos já com o protótipo, porque nós fomos muito rígidos né com relação a... O meu professor, na verdade, ele sabia o que era um instrumento bom, mas ele não sabia o que que o que que alterava a questão de de material e tudo. Então, isso foi uma coisa que eu pesquisei bastante. Então po eh, a nossa parceria foi assim. Aí, depois, ele faleceu e a fábrica perguntou, tem interesse na continuidade desse projeto? Eu falei, tenho tanto interesse que eu já tenho o projeto pronto e as sugestões, as modificações para a gente fazer a geração dois, que já é Esse que eu uso né é a geração

E aí hoje eu sou responsável, né, pela junto com a fábrica lá, por pesquisar, eu viajo muito, para fazer o pelo projeto e pelo desenvolvimento, pela atualização do instrumento, porque todo equipamento precisa ser atualizado, da mesma forma como um um equipamento eletrônico né Eee para você ter uma ideia, uma coisa que eu acho, que eu adoro, agora, eu eu adoro, assim, desde a minha infância até agora, todo o caminho que eu trilhei, Uma, que eu como músico, eu não te eu eu como pessoa, eu não teria condições financeiras de sair de Cubatão. Eu vinha para São Paulo estudar com dificuldade. Só que a música, o trombone, me levou para pelo menos, que eu me lembre, eu tenho pelo menos vinte e oito a trinta, trinta e cinco carimbos de países diferentes no meu passaporte. Desde Dez anos depois que eu comecei a estudar música. Então, eu não sei mais o que que é comprar uma passagem de avião, porque a música já me propicia isso né eee a a última coisa assim que para mim foi assim super gratificante foi ter pa eh feito um projeto

Então, eu, um músico, comecei em Cubatão, numa cidade, uma das cidades ou a cidade mais poluída do do mundo, conhecida na mídia. Aí eu fui para os Estados Unidos, para várias universidades, no Texas, Nova York, para dar masterclass, workshop e aulas de música brasileira para instrumentos de metal eh Fui para a Europa, vários países, mas dos principais países que a gente conhece, eu fui para a Espanha, França, Itália, eh Bélgica, Áustria, Rússia, Finlândia, Estônia, E aí vai, aí países que eu nem lembro para também dar esses cursos. Fui para a Inglaterra, para a Universidade de Oxford, dar aula de música brasileira. Quer dizer, passar o meu conhecimento, compartilhar, né, porque a gente não não é dono de nada.

E passar isso, quer dizer, isso... Isso eh faz com que eu tenha orgulho de ter morado em Cubatão, de ser brasileiro, certo? De ter estudado, porque eu poderia ter outra profissão. Agora, qual a diferença da profissão de um músico? Você decide, eu vou ser médico. Você decidiu. Ah, eu tenho jeito para ser médico. Você sabe alguma coisa de medicina?

Um músico, para ele entrar num conservatório, para entrar numa universidade ou numa faculdade de música, ele já tem que tocar e bem. Então, nós temos você tem que você tem que estar vivendo. Não adianta você falar, vou ser músico e entrar. Você não vai entrar. Você pode ter uma boa nota lá no vestibular em português e tal, mas se você não tocar, se você não estiver polido... Porque, na verdade, o que que o que que você vai ter na universidade? Você vai entrar naqueles aspectos de você estudar a história da música, porque você não pode tocar uma você não pode tocar nada que você não conheça Você com saber sobre os compositores, o porquê daquilo, você fazer análise, Por que que aquela música daquela época é daquele jeito? Porque um contexto social é uma manifestação da época política. Não sei o que você precisa saber tudo isso. Então, na verdade, o aga dê de um músico é muito complicado.

porque a música é matemática, são cálculos, é tempo justo, você tem que estar você tem que saber todas as as operações matemáticas, porque está tudo ali.

Na verdade, você passa... A folha de música é retangular, mas eu falo para os meus alunos o seguinte, que a folha é quadrada... É branca e é escrita em preto. E você tem que fazer com que isso se torne redondo e colorido.

Então você você tem que transcodificar isso aí. O meu sonho? O meu sonho... Eu acho que assim, eu estou eu tenho o meu sonho... Eh eu vejo o meu sonho eh em tempo real.

Eu toquei vinte e dois anos nas maiores orquestras sinfônicas do Brasil. Sentei lá, toquei vinte e dois anos. Hoje, eu saí por conta da da eh da da... Até hoje eu estudo bastante, mas por conta de tudo o que eu passei, eu eu me destaquei. Não por isso eu sou uma pessoa, eu sou eu tenho orgulho, mas não sou uma pessoa orgulhosa nem arrogante. Me destaquei então hoje, eu saí da cadeira da orquestra, eu sou solista, então viajo vários países e pelo Brasil todo como solista. Então eu vou na frente da orquestra e toco e a orquestra me acompanha né Como um violino faz um concerto para violino, como um piano faz um concerto para piano. Nisso, eu também eh fui atrás, já que assim eu eu tive acesso assim à música clássica em todos os melhores lugares, os melhores professores. Eu adoro jazz. Eu fui estudar jazz. Eu tenho big bands, eu tenho duas orquestras de jazz. E uma coisa que me me interessava também é a música da ra de raiz, autêntica. Então, eu fiz um projeto junto com um músico que já deu um depoimento também, o Toninho Crespo, de de de buscar a música tradicional brasileira, a bossa nova, o samba, o samba rock, de onde que veio, conhecer os compositores que ainda estão vivos. Então hoje eu faço um trabalho de pesquisa também em cima disso. E uma outra coisa que eu sempre fui apaixonado, quando eu cheguei em Nova York, cheguei na quinta Avenida e olhei aquela luminária toda, falei, o que que é aquilo lá? O que que é aquilo brilhando? O que que é aquilo, aqueles nomes lá? Não entendia nenhuma palavra em inglês. Primeira vez que eu fui lá. Isso aqui é a Broadway.

O que que é Broadway? A Broadway é o coração dos Estados Unidos. É o coração artístico. É onde tem os musicais. Então, desde Talvez eu seja o músico de sopro que mais participou dos musicais. Eu estou, desde dois mil, nas montagens dos principais musicais que vêm da Broadway, aqui no Brasil então

Que foi quando foi lançada a Cláudia Raia, que ela tinha quinze anos.

E fui, inclusive, um dos maestros da orquestra. Então, eh desde a década essa década para mim está sendo a década realização da da na verdade da ma materialização dos meus sonhos. Eu estou participando desde do do musical Os Miseráveis, aí participei do musical A Bela e a Fera, depois participei do do do musical Chicago, O Chicago eu toquei e fui um dos maestros, fui maestro assistente, fui assistente do maestro Miguel Breamonte.

E esse é uma montagem de vinte que está no Teatro Abril. Então, eu estou nesses musicais. E tem aí em cartaz, tem o musical My Fair Lady, né que está aí. Daqui a pouco tem o West Side Story. Então, assim, desde está se criando aqui no Brasil, que era para se criar desde a década de oitenta, mas existiu uma resistência entre os artistas aqui, por meio assim que queriam que que o Brasil nos teatros só tivesse eh peças nacionais, e hoje nós estamos num num mundo globalizado. Desde dois mil está sendo montada a Broadway,

Então ele está trazendo todos esses musicais que até então só quem tinha dinheiro podia ir em Nova York assistir, né o West Side Story, assistir todos os outros musicais. Então todos esses musicais vão ter aqui no Brasil e estão sendo montados exatamente como é em Londres e Nova York. Então eh esse sonho está sendo realizado meu. Agora o grande sonho meu é que no Brasil se volte a ter o ensino da música nas escolas. Que todos os outros países europeus, ninguém abriu mão disso. Então, eu questiono muito o atual governo, certo? Eu questiono muito o atual governo, os dirigentes, os se os ministros de cultura, seja ele músico, artista. Eu estou questionando mesmo assim o porquê que que até hoje... isso aí está na gaveta, porque antigamente, o da minha geração, médico, engenheiro eh, juiz, piloto de avião, quer dizer, eu tenho vários amigos que estudaram comigo, que foram para outras profissões, mas eles aprenderam a cantar, eles aprenderam pelo menos a cantar o hino nacional, o hino da cidade, o hino da bandeira, e cantar o parabéns para você afinado. E teve o ti existia o canto orfeônico, você tinha, então tiraram isso da escola. O que que eu digo isso? Ah Você está dizendo isso porque você é músico, então você está puxando o sardinha para o seu lado. O o o ser humano sabe não vive sem história, sem cultura.

E assim, na verdade a música, a arte, ela engloba todas essas coisas, entendeu? Faz com que você tenha uma percepção, uma sensibilidade. Nós estamos mui ah, a geração está perdendo muito a sensibilidade, certo? E assim, de bu de de buscar essas coisas, a essência da vida, né? Eu eu fiquei muito contente.

Então, eu achei legal, assim, porque já a nomenclatura, o título... já vai para o que eu busco, para a minha busca, que é a autenticidade, identidade.

Que as pessoas pouco entendem e as pessoas têm vergonha de perguntar. Então, você já vai no Museu da Pessoa, então, o que que é? Já Foi fácil eu entender. Então, para mim foi muito muito pa foi muito importante assim, me se me senti, inclusive, privilegiado. Já dei entrevistas

um grupo com músicos lá de João Pessoa, da Paraíba. É um cesteto de trombones, que é o Brazilian Trombone Ensemble, que é um nome em inglês, mas assim, ele tem identidade, porque, na verdade, aqui no Brasil, existe uma história, acho que todos os músicos e artistas que sentarem aqui eles vão, acredito que eles vão dizer a mesma coisa.

Primeiro, a gente tem reconhecimento lá fora. É difícil a gente conseguir o reconhecimento aqui no Brasil. E, na verdade, quando esse grupo, nós começamos a ir para congressos, festivais, lá fora todo mundo, ah, o Brazilian Trombones, Brazilian Trombones, tal. E aí eu só eu só coloquei Ensemble, que significa, Ensemble é um grupo, né? Então nós gravamos dois cê dês. O primeiro cê dê foi lançado na Europa e o segundo cê dê nos Estados Unidos, que é é um dos cê dês mais tocados na Europa e Estados Unidos, em no programas instrumentais. E aí, para mim, foi foi muito importante assim saber que eu poderia colo contar a minha história, porque todo dia eu leio a minha história.

Porque eu eu tenho isso faz parte do... Eh além de músico, a gente a gente trabalha como Você tem que estar sempre como... Eu acabei de chegar no dia que teve o acidente do do avião aí fatídico, eu estava num dos voos, eu estava chegando de Blumenau, de dar um curso de três dias lá, para quarenta e cinco músicos, certo? E aí, eu tenho que já chegar em casa, já ligar o meu computador e coloquei, ministrei a aula, eu tenho que tanto complementar o meu currículo como mandar... para o cê ene pê quê, que o meu currículo tem que ficar online também. Então, eu preciso estar sempre mandando meu currículo e, às vezes, eu leio, releio e falo, nossa, pensar que eu já toquei em todas essas orquestras, em todos esses grupos, já já toquei com todos esses artistas, já estive em todos esses festivais. Então, assim eh, para mim eh, uma entrevista dessa, na verdade, é você reviver Eu lembro, cada cada item que eu falei para vocês aqui eh, me veio até até sentir alguns aromas. Entendeu? Então, assim, que há coisas que eu trabalho com sensibilidade, então tem coisas que marcam. Isso aí, acho que se todo se todo mundo ver, você pode ver que tem alguns cheiros que lembram algumas coisas né eee Então, para mim, foi muito bom. E assim, também eu acho que pode servir de estímulo né para as pessoas falarem um pouco da sua vida. Existe uma coisa muito importante que eu falo nas universidades, tem gente que fala assim, você tem uns uns clichês, uns termos assim que você, ou a gente ri, ou a gente fala e põe a põe e coça a cabeça e fala, nossa, é mesmo. Você vai nas bibliotecas, entendeu? De Das universidades de música, por exemplo, você tem História da Música, Você tem a história das artes, você tem vários você tem tudo lá para você achar. Você tem a história dos gêneros, mas a história do músico, de quem está por trás disso, pouca gente sabe. Então, às vezes, você ouve, assim, eu fico eu fico pensando assim o porquê né de alguns questionamentos. Todo mundo, às vezes, questiona um artista famoso, que se deu bem sempre na vida e, de repente, o cara matou a família e se matou, ou ele se enfiou nas drogas, ou ele teve um acidente drástico. Mas se você ler a história dele, você vai saber. Alguma conclusão você vai tirar. Então é, eu acho importante a gente também se autoanalisar e a gente saber da história do músico. Às vezes, para mim, serviu muito. buscar a história do músico, porque eu falo assim, poxa, então eu não vou, eu vou vou sempre buscar, graças a Deus eu não tenho nenhum vício, né, mas assim, eu sou um músico, eu toco para a felicidade das pessoas, para o entretenimento das pessoas, mas eu tenho que tocar para para eu ser feliz também. Então assim, eu não vou cultivar coisas que prejudiquem a minha saúde, que prejudiquem a minha vida social, nem nada. Tipo drogas, Isso é uma opção de cada um. A minha opção é Entendeu? Então, assim, eu eu gosto de me drogar com a música, eu gosto de me drogar com o instrumento, entendeu?

Queria, assim, é o seguinte, eu se eu sempre vou enfatizar né que o Brasil está no meu coração e que eh o eu toquei o hino nacional e toquei um trecho do Carinhoso. Quer dizer, eu misturei um no outro, na verdade, porque eu vejo muitas pessoas fugirem da realidade e das suas coisas.

A gente compete, a gente está na nossa mão, não está na mão de nenhum governante, não está na mão de nenhum presidente. A gente procura sempre colocar a culpa, entendeu, transferir a culpa de muitas coisas que acontecem na vida da gente, no país da gente, com o povo, nosso povo Colocar a culpa nos dirigentes, nos políticos. Eee eu acho que está na mão de cada brasileiro fazer com que o Brasil seja a melhor nação. Veja só, nós não temos guerra. Veja como nós a gente se abala com acidentes, né, com algumas coisas que, assim, dentro do que acontece em alguns outros países e regiões, isso não é nada. Embora tenha levado várias pessoas... alguns acidentes levam várias vidas, mas nós não temos guerra. Nós temos acesso a tudo aqui nesse país. Então, assim, acho que compete a cada brasileiro chegar, colocar o pé no chão e falar, esse aqui é o meu país. E colocar, assim, fazer com que toda toda a sua atividade assim, eu direciono todo o meu trabalho, toda a minha vida, todas as coisas que eu aprendi, para o meu país, para o meu país. Então, assim ah, o hino nacional, para mim, foi uma das primeiras melodias que eu aprendi a tocar, certo? E a música que, quando eu estava, quando eu ia para os Estados Unidos, quando eu estava sozinho lá, às vezes não conseguia falar com ninguém, e tal imagina eu na Rússia, lá na Estônia, eu pegava e tocava o Carinhoso.

Uma vez eu toquei o Carinhoso depois de fazer um concerto numa sala super importante da Europa, né? E aí, de repente, até... Olha só que coisa interessante. Num num num numa num país do leste europeu. Toquei com orquestra lá, aí pediram para eu tocar um bis. Eu poderia tocar uma coisa clássica, não sei o quê. Eu cheguei e toquei o Carinhoso. Porque eu tava sentindo saudades do meu país. Eu estava rodando, já estava... Tinha rodado uns onze países, mais ou menos. Nossa estava com saudades de casa, do Brasil, do feijão, do arroz. Entendeu? Da Do meu povo.

De repente, apareceram quinze pessoas brasileiras. Que se eu não tivesse tocado aquilo, eles não teriam se identificado, eles teriam assistido o concerto e ido embora. Quando eu toquei, eu mexi com com o sentimento deles, entendeu? Então, por quê? Eles, na verdade, eles queriam, eles estavam misturados ali com o povo, nativos lá, estrangeiros, talvez por uma questão de orgulho, sei lá, não sei, cada um tem uma coisa. Então, é uma coisa que eu nunca vou negar. Nasci em Pedro de Toledo, comecei na cidade poluída de Cubatão, estudei, lutei, sou brasileiro, vou ser sempre brasileiro, entendeu? Você pode negar tudo, mas você não pode negar o seu pai e sua mãe, entendeu? Você não pode negar a sua raça. Você não pode negar isso, entendeu? Então, assim, tem eu tenho várias propostas, já tive várias propostas, tenho, inclusive, atualmente estou com várias propostas de ir para para para outros países para dar aula em universidades, tocar em orquestras, ou tal, mas eu acredito que a minha missão ainda não está cumprida aqui. Eu tenho uma grande missão. E assim eu eu quero, assim, da mesma forma como meu professor pegou e, antes dele morrer, falou assim, você dá continuidade ao meu trabalho, tanto pedagógico quanto de pesquisa, quanto trabalhar psicologicamente os seus alunos porque O músico, às vezes, é preparado para tocar. O artista é preparado para atuar, para estar no palco. mas ele não está preparado ainda, nós não temos ainda o preparo para como encarar a fama, entendeu, como encarar a vida de artista, entendeu, como encarar isso. Então, às vezes, a pessoa, quando ela fica sozinha, entendeu, ela fica um vazio. Então, você tem também que trabalhar o seu social, o seu psicológico, a sua saúde também, entendeu, todas essas coisas. Então, eu acho que o Brasil propicia tudo isso aí. O Brasil como país, não como situação como situação política, né? Então, eu acho que a gente pode a gente pode fazer muito por esse país, entendeu? Eu fico super feliz. Quando eu saio, tudo para mim, tudo tem verde e amarelo.

Não tem jeito. Eu vou viajar no no na minha capa, o estojo do meu trombone, todo mundo vê a bandeira do Brasil ali, vê o meu nome.